o local e a data do seu nascimento, é eu nasci

Seus pais meu pai nasceu

Pernambuco. E a minha mãe também. U Os meus avós, um era fazendeiro e o outro era um grande comerciante de cereais. Lidava com o auto atacado de cereais e E assim surgiu a minha família nessa região, a qual meus bisavós chegaram por volta de mil oitocentos e quatorze terras e criar gado, entrou na pecuária. E evoluiu muito os negócios dele e ele chegou ao auge assim Ele, na época, virou coronel no Nordeste, né, e ele era possuídor dos maiores rebanhos de bovinos da região. Então ele comprava tudo quanto era gado e ele chegou a ter vinte e duas fazendas. Inclusive uma das fazendas, que o nome é Mulungu, que era... que hoje é uma cidade, Ele doou para os pre pretos por volta de mil, na época da da Lei Áurea, né, por volta de de mil e oitenta <inhales> Ele doou para os negros, porque os negros <coughs> passaram por uma dificuldade muito grande. Minha minha mãe era uma cantora sacra do coro da igreja. E meu pai (voz falhando) era um simples funcionário de um correio, que, devido aos conhecimentos, aos cargos na das empresas eram muito disputados na época, né, era muito carente ãh... o estudo e o trabalho. Então a pessoa se especializar, era uma raridade. Meu pai foi contemplado com com com essa empresa porque a minha família já ajudava eles e eles estavam crescendo.

Mas o governo americano, na época, não aceitou de maneira alguma a indústria brasileira no território deles.

E tudo se iniciou assim.

Pretinha.

Meu pai, quando veio para cá, ele veio com todas as mordomias, né, inclusive...

E Niemeyer, que projetou todo o o prédio da Duchenne na Via Dutra, que era um símbolo do início da carreira de Nie E Niemeyer estava sempre é... em contato, porque aquela obra dele <coughs> foi a obra que antecedeu Toda a arquitetura dele em relação ao Brasil, infelizmente, foi implodida na Via Dutra. As pessoas que não se importam com o nosso passado implodiram. uma das obras mais lindas de Niemeyer, que era um trenzinho maravilhoso que se tinha ali na Vila Maria. Então, o projeto era fazer a do Shein, de um lado, e...

Inclusive o governo da época concedeu a possibilidade de passar um túnel embaixo da Via Dutra para ligar as duas empresas. Era um negócio muito bonito.

Isso era por volta de mil novecentos e trinta e nove E o Largo da Concórdia era riquíssimo no que se refere à cultura. Tinha o Teatro Colombo, que era o foco maior, que se apresentava nilo-nelo, cantores. Os grandes shows da época eram realizados no Largo da Concórdia, que era praticamente o centro

Então, eu tive privilégios, né. Eu conheci Nino Nero, conheci essa senhora, mulher do Ari Toledo, qual o nome dela, que foi uma vedete lindíssima. Ela iniciou Ali no Teatro Colombo também Na minha infância, era era maravilhoso. A minha infância foi fantástica.

O aeroporto de Congonhas, da época, era a Estação Roosevelt. Ali descia todas as grandes autoridades, como Getúlio Vargas, e os políticos estavam sempre por ali. Eu me lembro muito bem do Jânio, quando estava pretendendo ser vereador, Então ele estava fazendo as campanhas O alvo principal era meu pai, porque ele empregava cerca de novecentas pessoas. Para a época era muita gente dentro de uma indústria. As indústrias eram médias. E ele empregava novecentas pessoas, então ele soltava e prendia, né. A maneira de expressão da época era essa. O camarada estava preso, dentro do carro de preso, aí ele falava, eu sou empregado do seu Cordeiro. Aí o meu pai chegava lá e pedia para soltar, soltava uma pessoa na hora.
trabalhador... O que, quem?
O trabalho do meu pai era praticamente no fundo da minha casa, né.

Então ocupava tudo aquilo, era um negócio enorme, né, era muito grande. E as casas tinham jardins na frente, para você ter ideia, tinha mais jardim do que casa. Era muito bonito aquilo. Então, à noite, você sentia aquele cheiro, aquele perfume das flores. Era muito romântico. Os namorados iam namorar na porta da casa e a gente ficava escondido olhando eles namorarem. Então o grande divertimento dos garotos era esse, né. E... E fazia listagem para comprar camisa de time de futebol, ia perturbar os namorados, porque eles mandavam a gente embora logo, porque eles queriam ficar sós, então eles davam dinheiro para a gente <laughs> Então essas eram eram as grandes brinca E nós jogávamos futebol tanto na frente do teatro como atrás. Se jogava futebol. E ali eram só residências. Não tinha Meu pai fumava Lincoln.

Ah, tinha uma pizzaria muito especial. É... Marcaram três grandes restaurantes, que era a Pizzaria Novecentos, que era da família Barba Stefano, que que era o proprietário, o senhor... Seu Natal Barbastéfano. E eu era muito amigo do neto deles, do filho deles, do Natal. Aí eu estava no Jardim da Infância. Eu estava no Jardim da Infância.

na escola da Dona Maria. Era uma senhora muito bacana e a minha irmã estudava piano nessa mesma escola. Eu estava no no jardim da infância. Minha irmã tinha cinco anos mais do que eu e ela estudava piano. Ela já estava mais à frente, né?

na mesma escola. Era uma escadaria, uma arquitetura assim, da época de Ramos de Azevedo, aquele estilo. Para te lembrar mais ou menos o estilo, o estilo da da Estação da Luz, o estilo do municipal. Era uma escada com um corrimão em metal preto e ela toda de mármore branco.

Eu tinha amigos que, ãh... A gente não tinha muita noção na época. Inclusive eu tinha um amigo que era pobrezinho. Bem pobrezinho, uhum.

Certa vez, nós ganhamos um jogo de camisas de futebol, calção, meia, camisa, que era exatamente como a camisa do Flamengo, era vermelho e preto. E a aquele presente que nós recebemos foi...

E ela conseguiu as camisas para a gente e nós colocamos. Aquela ansiedade de colocar as camisas, nós colocamos.

E ele colocou também, como todos colocaram, né? Aí, o que me despertou?

É o quê?
Maltrapido. a gente não percebia, hum, <cries> porque a criança não percebe o rótulo das pessoas, o invólucro. <cries> As crianças veem as coisas puras, É isso que eu <cries> me refiro. <cries> É duro conservar essa visão da vida. Diga, me repita a pergunta, por favor. Os futebol, não, o futebol, né? Eu me recupero. Não, não, eu me recupero. Não é? Eu eu estou bem à vontade. Eu Eu sou muito emotivo.

O futebol era sensacional. Nós tínhamos Esse time que nós ganhamos as camisas da Gazeta Esportiva por intermédio da senhora, mãe de um dos meninos da nossa turma, do Armando, e nós jogávamos futebol e era sensacional. Cada um jogava mais do que o outro. Tinha craques assim.

E a tradição do Canindé era essa, tinha aquelas lagoas... Não, era mais várzea, mas os campos eram todos gramados. Por isso que se praticava mais futebol, existia mais técnica, entendeu A gente ficava vinte e quatro horas jogando futebol. Tinha que aprender a jogar futebol. Essa maneira do brasileiro jogar futebol é devido a isso. O garoto antigamente não tinha outra coisa para fazer, ele só jogava futebol. Poucos eram aqueles que jogavam basquete, que praticavam atletismo, então era os os... a pessoa que não dava certo no futebol que ia fazer atletismo, jogar tênis, eram os ruins de bola. Os que jogavam bem futebol ficavam no futebol Mas o o a política foi muito mal conduzida. Esse interesse do da criança brasileira pelo futebol foi cortado pelos políticos. Exatamente, eu sofri isso Eu sofri isso daí Para você ter uma ideia, só para você ter ideia, que não faz muito tempo, há pouco tempo, o Vicente Matheus, do Corinthians, quando ele começou a carreira dele no Corinthians, ele era diretor esportivo do... do Trindade, que era o presidente do Corinthians.

Hoje é um posto, inclusive, de i ene pê esse E lá tinha um time que não perdia de ninguém. O time era fantás E aí o diretor do do Maria Zélia disse, não jogam mais contra time de Várzea Cada jogo era vinte e quatro, trinta, parecia basquete. Eles ganhavam de todo mundo. Aí falaram, só jogamos agora contra time bom de futebol. O primeiro que foi, era o Corinthians que estava do lado. O Corinthians foi lá, tomou

Matheus é inteligente, deve ter ficando reparado os meninos que jogavam no Maria Zélia. Aí quando foram jogar no Corinthians, pegaram aquele campo bem gramado do Corinthians, eles enfiaram cinco no Corinthians. Aí o Matheus, com aquele jeito dele, separou os melhores jogadores do Maria Zélia para ficar no Corinthians, né. Então ficou uma seleção brasileira no Corinthians. Todos os jogadores dali do Maria Zélia O Corinthians foi campeão em cinquenta e um, cinquenta e dois, e, cinquenta e quatro, com o time do Maria Zélia, ela, que era Roberto Belangeiro, Luiz Frugilo, é, Carbone, que foi artilheiro no campeonato, Colombo, cabeção. E esse time foi formado no Corinthians, foi tricampeão no Corinthians, e o Matheus não gastou um tostão. Ele pegou os rapazes tudo ali no manhã Maria Z do que que era a várzea de São Paulo. Ela sustentava o futebol profissional. E todo time de futebol de São Paulo, Palmeiras, é... todos os grandes times de São Paulo tinham um grande time de futebol. que eram compostos com a vaga de São Paulo. Acabou isso. Agora é um ou outro que aparece.
E quando você parou de jogar futebol? assim, eu
Eu tenho fotografia disso. Eu comecei a jogar futebol com treze para quatorze anos e eu sempre tive uma estatura privilegiada e eu jogava com os pais dos meus amigos. eles iam assistir eu jogar futebol, porque eu jogava com o pai deles. E era fantástico, né, que Nós íamos no caminhão e havia um cuidado muito especial com a gente no caminhão para jogar E nós íamos jogar nos bairros de São Paulo, onde havia mais campos. Era assim a vida, de... sobre futebol, sobre esporte.

Eu era arremessador de martelo, Isso aí já estava chegando quase nos vinte E os estudos como estavam nessa época? Ah, os estudos eram eram Os estudos eram coisa à parte. <laughs> A gente estudava quando dava para estudar <laughs> porque era, é

Tinha o teatro. Eu era conhecido de todos os músicos da orquestra sinfônica municipal, estadual, da de todas as orquestras sinfônicas. Ah, esse dia da boate foi sensacional, né? a Aquela sensação de você entrar na boate e sem o porteiro parar a gente. E depois eu fiquei até amigo do porteiro, que era o Chicão, né? Aí entrava, nós estudávamos ali perto e era maravilhoso. O que hoje, é é seria muito devagar até, né Não é uma metrópoles hoje, não. <laughs> é um Era uma boate bem... Era um barzinho musical, praticamente, com uma pista no meio para o pessoal dançar. Não tinha nada demais. E era... o pessoal olhava aquilo daí com os olhos arregalados. Era simplesmente isso. Os músicos eram do bairro, eram pessoas que... Você estava sempre cercado e sempre tinha gente tomando conta de você.

Se tivesse qualquer coisa, eles estavam lá para te defender.

Todo mundo conhecia todo mundo. Você ia na Coronel Trancoso, que era atrás, era uma vila bem popular, né, que moravam pessoas, pessoas muito humildes, né, e todo mundo conhecia a gente.
Ah, sim

tinha o Teatro Colombo e tinha o maior salão de baile da época, dos anos doirados, né, que era o Minas Gerais Clube. Os grandes bailarinos, né, o... sei lá, u... u... u... Minas Gerais na época seria o Atlético Ipiranga de hoje, o grande salão, ou então o... Clube Piratininga de hoje, né, o Avenida, daqui da Pedroso de Moraes de hoje, seria o Minas Gerais. Só que a época era época de grandes orquestras, não eram bandas, eram orquestras. Então você ia dormir, eu ia dormir, e escutando Glemiller, né, as músicas de Glemiller, O Sinatra, as músicas que o Sinatra cantava, né. Aquela época dourada, né, os Billy Butterfield da vida, que tinha grandes músicos. São Paulo sempre teve grandes músicos, né. Foi a época de Silvio Mazuca, de Erlon Chaves, de Valdomiro Lenk, de das grandes orquestras, né, Zezinho da Tê zê e outros mais que agora eu não me lembro O teatro era fantástico. Só para você ter uma ideia, na frente da minha casa estava Nino Nelo e Simplício, Nino Nelo, né Na parte musical, você apresentava... O top da época, que era o Luiz Gonzaga, com a sua sanfona, sua simpatia, né, aqueles carrões americanos importados, era maravilhoso. Eu tive oportunidade de conhecer essas pessoas, porque eles paravam o automóvel na minha porta. Então eu conhecia todos os grandes maestros, que eu não me lembro o nome deles, da época que regiu as grandes orquestras de São Paulo. Na época eu os conhecia todos, eles me tratavam, eles se admiravam de eu gostar. O teatro em si, né, com grandes personagens, eu via via o ensaio e via a peça. Eles acabavam me convidando para assistir a peça. O diretor do teatro era meu amigo, os artistas que chegavam acabavam ficando meus amigos, O dono da Bombonier do teatro era meu amigo. Então, ela virava um círculo de amizade. E a gente par participava, participava de todos os momentos. a Marli Marley, que é a mulher do Ari Toledo, era uma coisa linda, era um monumento de mulher. Então, ela chegava todo dia no Teatro Colombo e a gente era amigo. Eu conhecia.
Na sua casa também seus pais participavam, desse desse? Não, meus assim
Eles iam assistir só. Iam assistir? E principalmente a parte de de orquestra sinfônica que minha mãe era Era apaixonada por música sacra e erudita, né. Minha irmã era pianista. Minha irmã estudou... O maestro que minha irmã estudou era Vila Lobos. Na Estado Vila Lobos estava lá. Estudou com ele. (surpresa) Que coisa! É, é inacreditável, né, falar algo assim. A gente não se dava conta. Minha irmã estudava com o Vila Lobos e eu nunca dei o menor valor a isso. Olha que coisa maravilhosa.

Meu pai não era... Ele ele se dedicava de corpo e alma à empresa. Ele trabalhava dia e noite. De vez em quando, ele sentava ao lado do rádio, para escutar algum programa. Ele tinha aqueles aqueles rádios Philips, né, inclusive o Dr. Joaquim de Brito ia para lá, ele sentava numa mesa e ficava escutando o rádio.
Você também escutava rádio?
Quem que não escutava rádio, né? Eu não não dava muita atenção, mas eu... Nossa, eu peguei o que me marcou muito foi a Jovem Pan, né? A Jovem Pan foi foi um marco assim na minha vida, porque a emissora dos esportes, aliás, não era nem a Jovem Pan, era a Rádio Pan-Americana. A Rádio Pan-Americana. E tinha a rádio que cantava Francisco Alves, né, que era o grande cantor da época, né, Francisco Alves, Carlos Garlhardo, esses cantores da época, né, Orlando Silva, e esse era o sucesso da rádio.
Você lembra de alguma can
Ah, me lembro. A canção que começava a o programa de Francisco Boa noite, amor. <cries> <cries> Deixa eu ter um fôlego para Dizer a letra. A letra era,,, é marcante. Um pecado, que eu não sei quem é o autor. mas eu prometo que eu tenho gravado em cê dê essa música e depois eu lhe trago. Ela foi gravada por Elis Regina e foi gravada por Calbi Peixoto e Ângela Maria. A música muito bonita, que ele iniciava o programa dele e ele encerrava. Foi a última música que ele cantou (choro e tosse) Eu toquei na escola de samba que acompanhava ele. Eu nunca tive o privilégio de acompanhar o Francisco Alves na nas rádios e durante o carnaval. Mas iam à parte da Escola de Samba, os melhores repercussionistas, eles iam para acompanhar o Francisco Alves. E eram da Escola de Samba do Iperuí. O Iperuí era o clube mais conhecido na região do Braz.

O Iperuí?

Por exemplo, o Duran, que é um aposentado, ele é oficial de justiça aposentado, que de vez em quando eu encontro com ele. É um um rapaz ãh bem moreno, uma simpatia, uma pessoa muito fina, o Duran, é uma pessoa daquela época antiga, bem mais velha do que eu, ele deve ter mais de oitenta anos, mas você não diz que ele tem oitenta anos, você diz que ele tem sessenta e poucos anos no máximo. Quem tem sessenta e poucos

vocês

Tinha um braço e uma estação de trem lá. vocês viajam nós tínhamos

o famoso trem das onze

Ele comprou um terreno de esquina lá, porque era um lugar muito bonito, era muito verde. E ia-se de trem para aquela regi região

bonito
adolescência
Olha, eu...eu... A minha vida foi... Foi muito bonita sempre. Eh... Pouco eu vi as diferenças. Não houve muitas épocas que se destacaram. Ela continuamente era muito bonita. A gente se lembra hoje das fases, né, mas vivendo você não conseguia ver as modificações. Sempre houve um amparo muito grande <coughs> da parte da minha família e eu sempre tive, eu acho que é um privilégio de vida que eu tive. A minha vida sempre foi muito bonita. Eu sempre fui cercado de pessoas muito bonitas, u

Me lembro dele como hoje.

Era sensacional. Aí chegava, era um mundo muito bonito, aquelas moças muito bem vestidas, aqueles vestidos lindos. Porque o pessoal fala que... que é até demodê usar aqueles vestidos. O pessoal não usa hoje porque não tem possibilidade financeira. Eu acho isso. Porque o camarada, em vez de usar um bibo, né, no pé, ele não pode botar um bibo, ele usa um tênis. Ele está condicionado a usar um tênis porque é mais barato. Você está entendendo? Não é por Se ele tivesse possibilidade, ele usava um sapato de cromo alemão. Não é verdade? Então, eu acho que é isso daí. Nós Nós nos moldamos exatamente à época. A gente não tem possibilidade de consumir hoje um sapato de cromo alemão, uma calça de Super Pitex mil quinhentos e, Nós não temos essa possibilidade. sempre se vestiu muito bem? Eu sempre me vesti muito bem. Meu pai meu pai sempre me ensinou a comprar Bibo. Bibo é uma das marcas mais importantes de sapato que teve em São Paulo criado na Moca, na rua da Moca. Eu tenho uma nota fiscal da Bibo ainda, guardada de lembrança. Quando você começou a trabalhar então?

(tosse e choro) A gente jogava futebol junto.

E ele ia trabalhar todo dia. <sniffs>

Você não quer ir trabalhar comigo? Eu falei, lógico que quero Sensacional, né, trabalhar. Eu via os meninos todos irem trabalhar, eu quis trabalhar comigo. está bom, então você vai trabalhar comigo. Nós estamos precisando de um garoto lá, décimo quinto ta

O meu amigo era chefe do setor de estampilhas. Ele que selava tudo quanto era documento. Ele sabia maravilhosamente fazer serviço. E eu era o auxiliar dele. E o quê que eu fazia? Eu pegava o selo que ele separava e eu colava nos documentos. Aí u, esse esse meu amigo sempre teve uma personalidade muito forte. <laughs> Aí ele brigou com o chefe e o chefe mandou ele embora. Eu me <laughs> vi perdido, e Para, e, em homenagem a mim, o chefe me chamou e falou assim, olha, de hoje em diante, você é o chefe dessa sessão. Eu nunca mais apareci
nunca mais apareci lá <laughs> Você chegou a receber esse trabalho?
Eu cheguei a receber, mas não me lembro quanto que era. Mas eu sei que eu nunca mais apareci no trabalho de medo. Ele me passou a chefe, eu fui, era ajudante, eu colava lá Meu pai, ele ele ficou muito danado da vida, porque eu comecei, ele não queria que eu trabalhasse. Ele queria que eu só estudasse.

Ah, eu não apareci mais no emprego. Eu fiquei com medo terrível. Isso daí é os detalhes de vida que a gente não esquece.

Você não parou mais de trabalhar? Não.
Não, eu gostei.

Eu usava, trabalhava internamente.

E fiquei sem trabalhar muito tempo. Aí eu me prevaleci da vontade do meu pai. Eu fiquei sem trabalhar muito tempo, só estudando. Mas aí eu comecei... Os grandes amigos meus foram sempre meus guias, né.

Que nós começamos a andar muito juntos e ele trabalhava com metais nobres. E eu fui trabalhar com metais nobres. Porque a gente vivia vinte e quatro horas juntos.

Então eu fiquei muito tempo, até que a Polícia Federal me pegou uma vez, E nós íamos perdendo todo o nosso capital. Aí eu desisti desse ramo e fui trabalhar na indústria. É a época que eu tinha
me formado... Vamos voltar então para a questão da da, né, como é que foi a sua formação.

até mil novecentos e sessenta e um, sessenta e pouco e era anos sessenta. Foi aí que eu comecei a sair com o pessoal e nós íamos de domingo à tarde, nós nos encontrávamos ali na rua do hipódromo, e aquela turma de estudantes, nós íamos para os clubes dançar.

E, você tinha já eu já estava entrando nos quatorze anos. Essa parte aí era antes dessa dessa fase das joias. Essa parte que eu estou contando agora, da da escola para o... da escola para as festas.

O Tietê, o Espéria, tinha os carnavais. E, o carnaval eu saí na última escola que saiu no Brás, que destilou no Brás, eu destilei na última escola de samba. Destilei na escola de samba do Iperuí, que era a única escola de samba que tinha o Emílio de <cries> olho, de olhos <cries> Tocando frigideira.
Era... mais velho, depois você terminou, fez ensino médio também, né?
É, aí foi quando, eu eu... houve a necessidade da da adaptação, porque eu nunca me formei em contabilidade e nunca assinei um balanço na minha vida, né, eu Eu detesto dois mais dois, não é. Detesto. Eu fiz contabilidade porque era mais fácil <laughs> do que fazer o clássico, né? Era o clássico e contabilidade. E contabilidade era mais fácil do que o clássico. Não entrava um monte de matérias que... Então a gente escolheu o que era mais mole para fazer, então se fez. Só para cumprir a obrigação. Então eu fiz a contabilidade. Aí depois da formação completa, eu comecei a trabalhar nas grandes empresas e começaram a exigir da gente e eu comecei a estudar. E eu complementei, sabendo exatamente o que queria. É importante a pessoa saber exatamente o rumo que quer tomar. Aí foi quando eu fiz marketing. Isso aí foi antes dos, dos anos setenta, mais ou menos. O primeiro trabalho que eu tive, assim, de muita responsabilidade, eu fui assistente muito tempo de... Engraçado, eu fiz contabilidade, mas eu trabalhava em escritório.

Mas eu era só assistente, assistente da área financeira, assistente da área... Foi a primeira vez que tentaram me corromper na vida. Eu nunca esqueço. Um cidadão, que era o gerente geral, ele tentou me corromper. Ele Eu peguei ele roubando na firma. Então ele, com medo de eu entregar ele, ele me propôs. Quando eu recebi meu lirite no mês seguinte, veio o dobro. Eu falei, mas está errado, o que você está me pagando está vindo muito mais. Ele falou, não, não, fica quieto, isso daí é um um agrado para você. Mas eu cheguei em casa e falei para minha mãe e meu pai, falei, o camarada me deu o dobro, mas tem que tomar cuidado, recebi as recomendações. Aí eu fiquei atento Eu Aí eu cheguei para o cidadão, eu não vou citar o nome dele em respeito, eu cheguei para ele e falei, olha, eu só vou querer receber o que realmente vir determinado no meu envelope. Eu não vou aceitar nada além do que vir no meu envelope de pagamento. Então eu deixei ele numa situação incômoda, né? Aí, u... as coincidências da vida, né? O meu cunhado veio a comprar essa empresa e ele ainda estava trabalhando comigo na empresa. Aí o sócio do meu cunhado chegou para mim e botou na parede, né? O que você sabe, você vai me contar. Porque nós somos amigos do teu pai, da tua mãe, mas, olha, ele me colocou na parede e me arrancou, né? Me arrancou as coisas que tinha, que eu sabia. Aí eu contei para ele. Falei assim, olha, aconteceu isso, isso, isso. Contei tudo para ele. Era sócio do meu cunhado. E o cidadão não era honesto. Tinha que contar, né? Então, eu acho que ninguém tem que cobrir desonestidade de ninguém. Eu acho que o desonesto tem que ser excluído. Eu, pelo menos, fiz isso durante a minha vida inteira e não me a

Quando você estava com os seus vinte e poucos, no fim dos anos sessenta,

Mudou em sessenta e

Pegou fogo no Teatro Colombo <cries> Tem fotografia na Folha de São Paulo

Eu me lembro que saiu na época, na Folha de São Paulo, saiu fotografia dos meninos jogando futebol nessa época, antes de pegar fogo no teatro. Nós jogávamos futebol na frente. Tinha um gramado público Para você ter ideia, na época, tinha uma banca de flores, que vendia flores do Largo da Concórdia. O Largo da Concórdia passava dois trilhos de bonde que se dirigiam a ao centro da cidade. E entre a estação de bonde e o teatro tinha um grande gramado.

Tinha uma bomba de gasolina e o ponto do primeiro ônibus do Alto do Paris, que começou naquela época, começou ali na frente do Teatro Colombo. Eu me perdi agora. Exatamente. Ai, era, eu me lembro muito bem que era a época da Copa do Mundo. Era a época da Copa do Mundo. E o Teatro Colombo tinha sido reformado. Ele por dentro estava todo azul, muito bonito. E de repente... Pegou fogo naquilo e era madeira pura que tinha ali. O palco era formado todo de madeira. A parte inferior aquelas frisas e camarotes... parece que eu estou vendo. Era muito bonito, o teatro. E... começou fogo lá dentro, não sei onde começou, sei que destruiu todo o teatro. Corpo de bombeiro em cima, tudo, mas acabou realmente vindo abaixo. Eu acho que nunca deveria ter sido derrubado aquele teatro. Aquele ali era uma cara de São Paulo. Teatro muito bonito.

Acho que o Brás começou acabar nessa época, dos viadutos, que inferiorizaram aqueles, aqueles comércios que tinha por ali, aí começou a virar ponto de prostituição e e pessoas mal encaradas e acabou. Todo mundo se afastou dali, né. Mas aquele lugar era maravilhoso. Eu eu comecei a falar dos teatros, dos restaurantes que tinha, e não terminei.

que tomava-se uma sopa maravilhosa de tartaruga. Era uma casa bem diferente. Também tinha uma pizza maravilhosa e um restaurante melhor que eu entrei durante a minha vida, até hoje.

E a Grutta Italia era melhor do que ele. Era um italiano magro, alto. Ele lembra bem o o o... Vocês já viram o Zellone na televisão, né? Nunca viram? Ele lembra mais ou menos as características do Zellone, assim. Ele usava um colete. tinha uma registradora enorme, parecia a máquina do tempo, né, ele pegava aquela manivela, só aquele espetáculo dele, ele abria aquela máquina para tirar o troco lá de dentro, <laughs> era um negócio fantástico, né. O camarada virava aquela manivela, abria aquela gaveta e ele tirava a notinha, era um trabalho muito grande. as mesas eram todas pretas, E as toalhas, o enxoval do do restaurante, super branco. Todo de linho. Aquelas portas enormes. Porta muito grande. Esse era o Gruta Itália. Um grande restaurante. Foi o melhor
frango que eu comi em minha vida pais
Eu nunca saí das casas dos meus pais. eu eu eu eu moro

Essa região, é região muito sofisticada, né, e não não me adaptou. Qualquer lugar que você entra ali para comprar qualquer coisa, o camarada quer resolver o problema da vida dele na hora com você. Então, você é explorado.

você é muito explorado.

Era uma era uma residência que morou meus pais,

Eu fiz uma suíte e fiz o meu escritório embaixo, então eu... Oito horas da manhã eu já estou dentro do trabalho, sem, inteirinho, sem pegar trânsito, nem nada.

São esses quatro lugares que eu E, e depo

É, exatamente. Foi por volta de

Foi a época de casamento da minha irmã. É, exatamente. Minha irmã deve ter casado mais ou menos em sessenta e três, é, estou falando sessenta Foi nos anos Foi nos anos sessenta que aconteceu essa parte mais especial. E nessa época que eu comecei.

É, mais cinema, teatro. Eu assisti todos os shows da Elis Regina. Assisti todos os shows de Vinicius de Moraes. Aquela aquele roteiro que eles faziam, eu não saía dali da...

Era o Tuca, né, aquele teatro. Então, todos os shows que existiam ali no Tuca, eu estava lá. E no A&B, no Tuca, no A&B, eu assistia a todos os shows.

Ele e Mohamed Ali, né, o top do boxe, na minha opinião. É de Geoffrey Mohamed Ali. Assisti tudo dos dois. E música, eu assisti Erlon Chaves, dancei com Erlon Chaves, dancei com o Ray Caniff. no Juventus.

E as grandes orquestras, hoje

Inclusive estava em Fortaleza, no Réveillon, aí eu cheguei no hotel e falei, nesse hotel não vai ter festa no Réveillon?

Falei, quem? Toca alguma orquestra? Ele falou, toca, Tabajara. Eu falei, ótimo. <laughs> Sensacional. Então se pode ouvir ainda alguma coisa maravilhosa que tem na música popular brasileira, Otabajá. E aqueles Foxy, aqueles bolero, né, dos anos dourados. Eu conheço, eu conheço o Brasil inteiro, de torres, praia, eu sou bicho de sol e de praia, né. Praia eu conheço todas. Eu vou te falar em estado, nem vou falar em cidade, porque aí teria que ficar falando muito, mas Rio Grande do Sul... Olha, eu não conheço bem Santa Catarina. Eu só passei, não estive em praia em Santa Catarina. Aqui, o litoral paulista, eu conheço todo. Conheço o litoral do Rio de Janeiro, conheço o Espírito Santo, conheço Aracaju. Conheço Maceió, Recife, João Pessoa, Natal. Então eu conheço o litoral brasileiro. Passei, já pisei em tudo quanto é praia, em tudo quanto é estado do Brasil, graças a Deus.
Você tem alguma história de viagem assim? Ah, é
Ah, é... Nos anos... Nos anos... cinquenta Nos anos cinquenta, meu pai proporcionou a viagem para mim, minha mãe... Eu, minha mãe, minha madrinha, meu tio, minha tia, a família. Nós viajamos. Só quem não foi, foi meu pai. Nem minha irmã. Minha irmã ficou com... As duas irmãs ficaram tomando conta do meu pai. Nós fomos passear. E pegamos um navio. Aliás, fomos até Recife. E, à volta de Recife, nós voltamos no navio. Foi fantástico, foi um passeio fenomenal. E você me perguntou algum detalhe que chamou a atenção, foi quando eu vi a primeira vez uma baleia na minha vida. Um negócio fantástico, né? Em alto mar, tem mais um detalhe, além da baleia. a baleia foi em Cabo Frio, e foi bem pertinho, né. Aí nós chegamos no navio, no Rio de Janeiro, à noite. E o navio só é recebido no cais até às vinte e duas horas. E o navio atrasou um pouco, porque o pessoal ficou vendo baleia, ficou se divertindo, atrasou um pouco o navio. Aí quando chegou no Rio de Janeiro, passava das... duas horas. O cais não aceitou mais o navio. Então nós dormimos no mar. O comandante e suas a âncora, né, e nós ficamos ancorados para aguardar a liberação de Porto. E a coisa mais linda do mundo, é, foi a situação que nós ficamos.

Parecia algo que foi presente para a gente. O tempo no Rio não estava estava... Era época, essa época aqui. Então, havia muitas nuvens. E nós ficamos um pouquinho afastados, né, para o navio âncoras ali, nós ficamos um pouco afastados da cidade. E nós víamos o Cristo Redentor no meio das nuvens e as luzes da cidade que pareciam um terço. Era uma coisa linda. Era era O pessoal não ia dormir. Um negócio assim que marcou a minha vida foi essa vista do Rio de Janeiro, ali em São Sebastião, do Rio de Janeiro, e a... O aparecimento da baleia foi uma coisa fantástica. Vocês nunca viram uma baleia? Já viram no alto mar? Cabo Frio também? Que bom, né? <laughs> Foi um local onde eu vi. Mas parece um espelho, né? Quando ela sobe, aí ela solta aquela água, respira. É um negócio fantástico. A evolução dela, ela ficou se exibindo para a gente, né? Então foi isso aí que marcou, assim. Foi uma coisa maravilhosa. E eu peguei nessa época, nessa viagem, cidades do interior. Nós fomos, chegamos em Pernambuco e fomos visitar as cidades. E na época não tinha luz elétrica.

À noite, acendia-se vela ou aqueles aquelas lamparinas. E é romântico aquilo, não é? Por isso que o jantar de vela é fantástico. Então, você sair de São Paulo e ir para o local que você vai jantar à luz de velas é um negócio... Fantástico, não é? Muda totalmente os costumes, né. Isso chamou a atenção também. Eu fiz muitas viagens.
Dez anos para cá, qual foi a última? A viagem

Um detalhe.

Ele se formou em Direito, no Rio de Janeiro. Aquela aquela faculdade do Rio que você passasse na frente, eles te davam o diploma, né. Ele tinha muito dinheiro também e ele acabou comprando o diploma de doutor. Ele Ele não ia muito na escola e O pai era louco, porque ele era formado em química. Era louco que ele fosse... Doutor, né? E ele comprou o diploma. Aí eu fui com ele para ser testemunha, <laughs> que ele colou o grau. Ele colou até no grau. Aí nós fomos para o Rio de Janeiro, ele recebeu o diploma no Teatro Municipal. Aí eu falei para ele, pô, vamos até Aracaju, né? Nós estamos aqui mesmo, no Rio, ou até Aracaju, que está pertinho.

Nós saímos para o Rio de Janeiro. Aí eu sugeri, vamos até Aracaju. O pessoal do Yacht Club de Aracaju era muito amigo meu. Aí nós fomos para lá. Eu falei, tem um peixe com camarão lá fantástico. Então nós fomos comer o peixe com camarão em Aracaju. Aí era final de ano.

Uma pessoa maravilhosa. Nos recebeu lá na casa dele. Na época, o pai e a mãe dele eram vivos e nos receberam assim, muito bem. E nós passamos alguns dias em Olinda e depois fomos para Salvador. Aí passamos outra temporada em Salvador e fizemos uma viagem linda. Era para ir no Rio de Janeiro e acabamos dando a volta quase metade do Brasil. Foi ótimo. Num caramangue. colocaram uma guia muito bacana. Nós curtimos aquelas praias todas. Então, a minha vida sempre foi isso daí. Sempre foi muito bonita. E hoje eu fico mais por aqui.

É as praias que mais me satisfaz.

Eu me divirto.

Eu sou amigo de todo mundo do ramo de música. Eu trabalho com hotel, bar e restaurante. Então veja bem como a minha ligação é bem próxima a eles e tem uma parte de divertimento aí muito grande, né? Eu conheço os grandes restaurantes, né, as grandes pizzarias e os grandes empreendedores de de casas de... de festa, né. Então a minha vida só pode ser muito boa. Conheço pessoas bonitas, pessoas alegres. Isso aí realmente motiva as pessoas. Por isso que eu sou dessa maneira. Eu sou muito sensível. E eu sempre comecei a aprender música com a minha irmã. E... o que que acontecia, né... Havia sempre aquela disputa, né, de lugar, entre o homem e a mulher. E eu falava para minha irmã que ela não entendia nada Minha irmã era tão ótima em piano, estudou com... com o papa da música, né? Só podia ser uma grande música.

com ela

O nome da minha irmã foi, ela foi registrada errada. Então eu falava que ela era minha irmã de criação, para brincar com ela <laughs>

Vinha o nome do meu pai primeiro e depois... Eu falei assim, é que coincidiu. Meu pai e minha mãe achou interessante. Ah, cola, deixa lá. Porque vai pensar que ela <laughs> é irmã dele. Então ela ficava louca. <laughs> Não tive motivo para brigar com ela. Era muito amor que existia entre a gente. Ela ela viveu muito bem até o ano... Até Em oitenta e seis, ela contraiu o câncer e foi embora.

Está em Cuiabá. A gente se fala muito por telefone, mas a minha família se resumiu num sobrinho, que era filho dela.

Ele tem um apartamento muito bom e ele deixou o apartamento dele aqui no Pacaembu e foi morar lá em Santos. Ele estava morando lá com duas filhas, duas sobrinhas netas minhas e duas meninas, lindas, lindas, lindas. Ele e a Alessandra, que é a esposa dele, é a minha família. Mas eu sou privilegiado por muitos amigos. Eu tenho muitos amigos. Você vê, acho que não é qualquer um que tem amigo com sessenta e quatro anos, amigo de jardim da infância. É difícil isso. É muito difícil. Mas eu recomendo, viu? Que vocês os tenham e conservem. Porque para a vida da gente é uma das coisas mais preciosas são os amigos. Eu perdi muitos.

Sobre a minha irmã. Aham E eu fui comerciante a vida inteira.

Quando eu saí do ramo de metais nobres, eu comprei uma loja na Maria Marculina, mas eu tive um sócio que não... não fui muito leal comigo, eu acabei me desfazendo para não haver nenhuma encrenca entre eu e ele e eu preferi desistir do ramo e continuei trabalhando

Hoje eu tenho uma indústria que fabrica cardápios para restaurante.

Restaurantes famosos.

e outros restaurantes mais aí. Se a gente for citar, é muita coisa.

Aqui tem o Puxa vida, como é que chama o restaurante ali na frente do Bar Avenida? Aquela grande pizzaria que tem ali, que recebe o nome do grande pintor.

É que... A gente se lembra do nome dos donos, não o nome das casas.

no Pacaembu, em Gianópolis. E em Gianópolis também tem grandes clientes meus.

E é isso.

E é um é um quintal bem grande para mim. É um local maravilhoso que eu sempre me divirto e levo uma vida muito boa. Espero que seja sempre assim, né.
Ele é corintiano, né?

tem mais alguma coisa que você quer colocar?

o que eu quero agradecer as pessoas que eu convivi até hoje que, de alguma maneira, me suportaram. né, porque, é, a gente não chega nunca a uma perfeição. Mas, a gente, importante é o sentimento próprio. Então, isso é muito importante. Parece que <laughs> isso já <cries> estava marcado há muito tempo. Parece que isso já estava no script da vida. E quando surgiu vocês, agora há pouco tempo, eu sabendo de vocês, eu imaginei e falei, puxa vida, eu não vou poder perder essa oportunidade de marcar isso daí para outras pessoas. E realmente eu quero ilustrar para vocês, eu vou selecionar algumas fotografias para vocês ilustrarem, fazer uma montagem em cima disso tudo. Né, que aí vai ficar bonito para outras pessoas Eu sou uma pessoa sem sem vaidade <cries> Eu sempre tive muito medo e muita responsabilidade em formar uma família. E, pelo menos, eu nunca tentei enganar as pessoas que viveram comigo. Isso te dá uma grande <cries> possibilidade, é, de você ter uma vida sem medo de falar. A contradição não é uma frente para mim. Eu não vou me contradizer nunca, porque a gente só fala a verdade. Então, essa é uma grande arma da vida, né? Você respeitar as pessoas. E é isso que eu fiz durante a minha vida. Eu sempre respeitei muito as pessoas, que conviveram comigo. Os meus amores e os meus amigos. <cries> Essa emoção é para eles.